Então, Rafael, vamos começar a nossa entrevista. Eu vou pedir para você falar de novo seu nome completo, o local e a data de nascimento.

Eu nasci em Salvador, Bahia, em dezoito de novembro de mil
E setenta e nove. E Rafael, qual o nome dos seus pais?

E que que eles fazem? Trabalham?
Meu pai hoje é pecuarista e minha mãe é advogada.
Você sabe como eles se conheceram? Como é que é a história deles de namoro, casamento?
A história que eles contam é que eles viviam ali por Porto Seguro, sabe? Que meu pai nasceu em Sergipe, né? Mas ele passou pouco tempo da vida dele lá, porque os pais dele eram sergipanos então. Mas os pais dele, quando ele nasceu, já moravam na Bahia. Ele só foi para Sergipe para nascer, praticamente. Aí voltaram para a Bahia e eles viviam ali pelo sul da Bahia, tanto meu pai quanto minha mãe né, na época que eles se conheceram. Então eles andavam muito em Porto Seguro e tal, ali. Porto Seguro já era um pouco badalado aí nesse tempo, né? Na década de setenta e. E parece que eles se conheceram com minha mãe pedindo carona. Porque o meu pai tinha carro, né? Ela estudava, se eu não me engano, e ela tava pedindo carona. E aí meu pai foi dar carona e eles se conheceram assim. Foi dando foi numa carona. Legal.
E você tem irmãos, Rafael?
Tenho uma irmã.

É. É, Mariana. É mais velha, mais nova? Mais nova.

E você cresceu em Porto Seguro?
Não eh. Eu nasci em Salvador. E morei lá a vida inteira. Fui criado lá, morei lá a vida inteira. Eh meus pais só se conheceram mesmo ali, pelo sul da Bahia. É eu acho que, antes pouco antes de eu nascer, acho que eles já moravam em Salvador. Sabe aí a família toda já morava em Salvador. Os pais de meus pais também. Só os pais de minha mãe é que ficaram pelo sul da Bahia mesmo. Que é a região onde eles nasceram.
E, Rafael, como é que foi assim essa a tua infância em Salvador? Que bairro que você cresceu? Quais eram as brincadeiras? É é.
Normalmente, quando me perguntam da infância, eu não consigo ter uma lembrança assim única da minha infância.

fácil ser possível eu dizer se minha infância foi boa ou ruim, por exemplo. Eu não tenho muitas lembranças assim de coisas marcantes da minha infância eh. Eu sei que a gente morou em muitos lugares em Salvador. Eu nunca tive uma casa assim por muito tempo, nunca fiquei fixo em um lugar só, a ponto de me identificar assim com um lugar. A gente mo eu sei que até o meu primeiro ano de vida eu morei com a minha avó, meus pais moravam com a minha avó, depois a gente se mudou para um bairro em Salvador chamado Águas Claras, eu acho que é um bairro era um bairro assim na periferia de Salvador né, que hoje é é bem é é um bairro pobre e tal mesmo, na época eu não sei se era ou não, eu sei que ficava longe do centro eh. E depois de Águas Claras eu acho que eu passei um bom tempo num bairro chamado Matatu, Lá em Salvador também. Aí eu passei um bom tempo, aí eu tenho algumas lembranças desse lugar. Lembranças de algumas pessoas, eh do porteiro do prédio, do filho do porteiro do prédio falando palavrão com dois anos de idade. Tenho lembrança assim da vista sabe, da janela. Lembro do fato das janelas do prédio terem grades né. Eu como eu e minha irmã, a gente era pequeno, na época não existiam essas redes que tem hoje né, que são menos agressivas assim. Eram grades na janela. Eh o que mais eu lembro do
Você não brincava na rua?

Tinha colegas de... Na rua, não. A gente brincava no playground do prédio. <laughs> Eu lembro assim de algumas pessoas de lá do prédio mesmo. especialmente um casal de irmãos também, que vivia lá e era mais ou menos da nossa idade, e a gente brincava lá assim, mas não lembro não de nada tão específico não sabe, lembro mais das pessoas mesmo.
A brincadeira era no Playground ou vocês inventavam brincadeiras também, de do mocinho?
Eram essas brincadeiras de cri né da época assim né, que toda criança fazia, esconde-esconde eh. Essas brincadeiras assim, eu não consigo lembrar bem.
E da época de escola, Rafael? Que. Que escola você frequentou. Tá. Lá em Salvador? Eh.
Eu frequentei a Escola Pan-Americana da Bahia, que é uma escola que é assim nos modos americanos né. Ela é em tempo integral e todas as matérias são dadas em inglês. Eee tem, claro, português também né, mas assim matemática era em inglês e. Tinha geografia dos Estados Unidos e tal, essas coisas.
Por que que você foi estudar nessa escola?
Porque meu pai queria dar a melhor educação que ele pudesse dar para a gente né Eles até acho que viveram apertados na vida inteira por causa disso. Que era uma escola cara, era a escola mais cara de Salvador. E hoje é, né? É uma escola mesmo das pessoas mais ricas de Salvador.

Eh e eu nunca me considerei assim rico né, nunca tinha dinheiro sobrando em casa, era sempre no aperto eu Desde que eu entendo isso dessas coisas assim, ficou eu sei que eu comecei a perceber essas coisas, eu sempre me lembro do aperto sabe. Eu não lembro de ter assim folga para viajar, para comprar coisas assim, eu não lembro disso em casa. Isso assim, eu acho que a a a minha infância na escola deve ter sido legal, deve ter sido assim eu eu fiz amigos e tudo mais, mas a partir do momento em que eu eu eu... teve um momento a partir do qual eu comecei a perceber que eu era diferente mesmo daquelas pessoas que estavam lá, sabe? Assim, quando eu entrei no no segundo grau. Porque era era diferente mesmo. Era uma coisa eh... Pessoas com muito dinheiro mesmo, sabe? Eu num. O meu mundo não era isso mesmo. O meu mundo de casa, da família, não era isso assim. E eu não sei se eu conseguia me comunicar direito com esse outro mundo sabe. Eu me via mesmo como uma pessoa diferente né lá na escola.
Aí você continuou cursando até o final do colegial?

Foi até? Eu fiz a escola, eu fiz desde o kindergarten né, que eles chamam lá, até o décimo segundo ano, que é o senior year. Senior. É é. Fiz o high school todo, fiz a escola toda.
E e seus pais tinham esse desejo que você seguisse alguma profissão né, você já tinha essa essa ideia de
Eles sempre me deram muita liberdade, sabe, para eu escolher. Assim, na hora de fazer as escolhas, eles sempre me deram muita liberdade, mas eles indicavam certas preferências, né? Tipo? Direito e medicina. <laughs> É claro. <laughs> É, novidade. Não é novidade.
Mas eles te incentivavam, assim, que você tinha que fazer medicina?
Não, não, não, falavam, você faz o que você quiser, meu filho, assim. Mas o que eh o que preocupava eles era mais, era mais assim, o que a a profissão ia me dar de condições materiais, né, de vida, sabe? Assim, o que que ela ia me dar de retorno financeiro? Essa era uma preocupação sempre presente. não era tanta preocupação de realização pessoal, de desenvolvimento humano, sabe? Mas mais de desenvolvimento de de possibilidades materiais que a profissão me daria, entendeu? Então, por exemplo, se eu indicasse... porque eu escolhi fazer comunicação, né? Quando eu fui fazer vestibular. Agora, se eu tivesse escolhido música <coughs> ou história, alguma coisa assim, Com certeza, a reação teria sido diferente, porque comunicação... Aí meu pai já começou a pensar, se comunicação, publicidade, né? Existia uma onda de publicitários bem-sucedidos na Bahia, Nizan Guanaes, esses caras aí e tal. E aí acho que, por isso, ele ele não apresentou nenhuma resistência. Sempre me deram muita liberdade para escolher, sabe? E aí eh eu entrei na Faculdade de Comunicação, Adorei a Faculdade de Comunicação. Foi onde eu me encontrei mesmo. Encontrei assim um ambiente que era era o meu ambiente. Era uma coisa assim que, como eu tinha essa esse antagonismo lá na escola, em comunicação foi como se eu tivesse encontrado o oposto né disso, e sim um lugar onde eu teria diálogo com as pessoas mesmo, um diálogo maior e uma identificação maior. mesmo né, com as pessoas eh. Mas, mesmo assim, eu fiz a faculdade só até o eu fiz só um ano e meio de comunicação, porque eh hoje eu penso isso eu hoje eu penso que foi isso que que que gerou essa decisão. Isso é, o fato de eu achar que em comunicação não teria um uma realização profissional mesmo, sabe? Adorava a faculdade, adorava os temas da faculdade, o conteúdo, tudo. Eu tinha um perfil mais acadêmico mesmo, fazia pesquisa e tudo mais, mas eu não eh não me via como professor não, achava que não não tinha... Era mais era talvez aquela coisa do do materialismo sabe assim falando naquela hora assim para mim, sabe? O que era um valor que... que talvez estivesse eh aparecendo também porque, na época, a gente estava passando por dificuldades e tal, eu morava com minha tia. Meus pais, quando eu entrei na faculdade, meus pais deixaram Salvador, eu fiquei morando sozinho lá. Para onde eles foram? Foram para o interior de novo, para a Eunápolis, para o Porto Seguro, ali na região do sul da Bahia, sabe? Eh. E eu fiquei morando com minha tia, entendeu? E minha tia, na época eh, o marido dela começou a sofrer de Alzheimer, entendeu? Então era eu, minha tia, o marido dela com Alzheimer, mais os três filhos dela, no mesmo apartamento, lá em Salvador, sabe? Então, passar por isso assim, acho que me fez querer criar uma situação melhor mesmo, assim, que pudesse me sustentar e ter uma eh não ter tanta dificuldade né com dinheiro e tal. E aí o que você resolveu. Decidi fazer Direito. Direito? <laughs> Mas antes disso, mas antes disso, antes de fazer Direito, antes de de eh decidir fazer Direito, Eu tranquei a faculdade de comunicação, que é a faculda é a Universidade Federal da Bahia, que é uma universidade excepcional para mim hoje assim. É um modelo para mim de de como deve deve ser uma universidade para mim assim. Uma faculdade né era aquela. Eu acho até que eu passei a idealizar um pouquinho depois de ter entrado em Direito né, porque Direito foi um problema. Mas antes de entrar em direito, eu eh falei com meus pais, olha, eu eu quero tirar um tempo aqui dessa vida em Salvador, não estou gostando e tal. Eh isso está dificultando a minha relação com com o meu futuro, o que que eu penso e tudo mais. Então, eu quero tirar um tempo e não fazer nada. E fui para Porto Seguro e fiquei quatro meses lá. Fazendo o quê? Eu fui para uma casa, que era de minha avó, que ficava em Santa Cruz Craba Cabrália, que é um município próximo a Porto Seguro. E eu fiz um plano de leituras para mim, de livros que eu queria ler, eee fiz um plano para a minha saúde também. Então, o que eu fazia nos meus dias lá? Eu passava sozinho o dia inteiro na casa, porque meus pais não moravam lá, eles ficavam mais em Eunápolis, eles iam para lá no final de semana eh. Eu fiquei morando lá sozinho mesmo na casa eh. De manhã eu acordava, comia, ia nadar e ficava até mais ou menos meio dia no mar nadando é. Aí voltava, almoçava, aí lia né, fazia lá a que ia realizar e depois ficava só ouvindo música. Então, eu passei quatro meses assim. com essa vida, sabe?
Ô, Rafael, e esse plano de leitura, ele envolvia o quê? Que tipo de leitura, assim, que você... Você não tinha tempo para ler ou...?
É isso. A faculdade normalmente eh a faculdade normalmente atrapalha né assim nossos planos pessoais de leitura, porque sempre a carga é demais de leitura. Se o cara quiser fazer uma graduação bem feita, assim né, tem que ler demais. Então, tinha um pouco disso. O fato de acho que talvez o fato de eu não ter uma noção de organização do meu tempo né também, porque eu acho que seria possível. Tanto que hoje eu acho que é possível assim realizar minhas leituras pa paralelas às leituras da faculdade que eu faço hoje. se envolvia eh autores que eu via citados, sabe, que eu gostaria de aprofundar, entendeu? Pegava um texto na faculdade, me interessava, eu queria me aprofundar mais, eu pegava e ia ler o autor. Autor de filosofia e literatura, né? Que a literatura normalmente é a que é mesmo esquecida, né? A não ser que se faça uma faculdade de letras. Então, eu lembro de ter lido lá o livro de Caetano Veloso, que é o Verdade Tropical, eh um livro de Nietzsche, que é Humano Demasiado Humano, que estava interessado em Nietzsche nessa época, e o livro de Guimarães Rosa, que eu acho que li umas duas vezes de trás para frente, que é o Primeiras Histórias, que depois caiu na Fuvest, até que eu fui vestibular no para a direito e caiu na Fuvest né. E eu li aquele livro, assim, É um livro de contos né, eu acho que eu lia cada conto umas duas vezes é assim. Logo depois de ter terminado de ler, comecei a ler de novo sabe, como eu tinha bastante tempo né. Então, aquele livro ele ele me marcou muito assim, Guimarães Rosa até hoje né eh. Para mim, ele é como se fosse um pai espiritual assim mesmo e intelectual também né, porque eu tive as as eu tive. de linguagem, mesmo, de relação com a linguagem, sabe, com ele, que me marcaram muito, assim, e e meio que me direciona hoje nas minhas... nos meus interesses, sabe? Até não foi tão bom assim, porque depois de ler Guimarães Rosa, eu perdi o interesse. Quem que pode ser melhor do que isso sabe? Não tem. <laughs> <laughs> Aí quando... sempre quando eu leio uma coisa, eu nunca mais leio com essa com empolgação sabe. Tinha até os próprios textos dele depois. Na verdade, não é depois de ler Guimarães, mas depois de ler o grande Sertão Veredas. É que eu achei que as outras coisas perderam o brilho.

Eu sempre fico usando aquilo como parâmetro, sabe? De comparação, assim. E, para mim, eu hoje eu acho que nunca vou conseguir ler uma coisa melhor do que aquilo, não. Aquilo ali para mim é um livro da vida, assim. Grande Sertão? É. Que eu não li lá em Porto Seguro. Mas eu li eu li aqui em São Paulo, eu acho, até. Ou foi em Salvador, eu não lembro. Depois desse tempo que eu passei em Porto Seguro, quatro meses, depois disso acabar, depois de eu finalmente disse, não, eu vou retomar minha vida agora né. Eu precisava desse tempo para ver se eu estava no caminho certo mesmo ou não, o que queria fazer. E, como minha mãe na época era eh como minha mãe é advogada e, na época, eu estava mais próximo dela, eu pude acompanhar um pouco do trabalho dela lá né eu acho que. Eu vou tentar agora justificar porque que eu escolhi Direito também. Além desse de ver facilidades materiais e tudo mais, eu achava que, realmente, o Direito tinha uma... A a a realização prática dele eh eh traria mais resultados assim para uma coletividade. Sabe que seriam resultados... Eh. Práticos. É. É, práticos mesmo, que eu não via em comunicação. Sabe, que eu num num achava que eram possíveis realizar com a graduação em comunicação. Sabe, minha mãe, ela era advogada trabalhista, então ela de defendia os trabalhadores lá de Porto Seguro. Tinha uma série de problemas né exploração e tal, e de... Relação ao turismo, atividade turística, hoteleira. É. Falta de formalidade, né, e abuso de empregado de emprego empregador, essas coisas assim, né. Eu acho que essa convivência também me ajudou a escolher. Né direito tanto que eu escolhi, e meu pai ficou feliz. Eles não fizeram nenhuma pressão, nada disso. Assim, pelo menos não diretamente né.
Mas você tinha a intenção de advogar ou prestar um concurso para promotoria?

Nessa época eu via assim eu via que... Eu não pensava... É isso. Eu não pensava... Eu pensava no na na espécie de conhecimento que eu ia adquirir dentro da faculdade. Sabe? Eu não pensava em como usar depois e. Isso, aliás eh, isso essa coisa de de ter uma noção prática da minha vida veio muito tardiamente em mim, sabe? Tanto que eu sei planejar bem minhas leituras, mas minha vida eu não sabia planejar direito.
<laughs> Quanto anos você tinha nessa época?
Acho que eu devia ter uns eu entrei na faculdade já entrei tarde na faculdade né, porque a a escola americana tem quatro anos de segundo grau. Então, eu fiquei um ano a mais. Pior, que eu eu fiquei seis meses a mais. Eu fiquei seis meses porque também ela era eh junto com o calendário americano, né? Que é. Terminava no meio do ano. Então, eu terminei e aí eu já terminei seis meses mais tarde do que todo mundo e ainda esperei até o final do ano para fazer o vestibular. Então, foi um ano de atraso, né? Então, entrei com dezenove anos na faculdade. Acho que saí, eu tinha uns vinte e um em Porto Seguro. Eu tinha uns vinte e um anos nessa época, assim né. Eu estava quer dizer já estava na idade que as pessoas terminam a faculdade, né? <laughs> Tudo meio atrasado. É. Éh, e lá em Porto Seguro, aliás, aconteceu uma coisa que foi fundamental, quer dizer, que foi o motivo para eu vir para São Paulo, que foi conhecer uma uma menina, né?

Estava na lá na no na minha natação de todo dia e eu acabei me esbarrando na menina numa turista minha que estava lá fazendo turismo sem querer. E aí a gente se conheceu e nos apaixonamos e tal, aí eu vim para cá. Eu decidi, ó, vou fazer direito aí. Depois que passou o tempo de Porto Seguro, eu decidi eh. Vou fazer direito e vou para São Paulo. Certo?

Mas, é claro, a minha motivação de vir para São Paulo era só a paixão né. Qual o nome dela? Carol. Carol. É eh.
Mas aí, você fez direito e veio para cá, você parou direito no meio?
Não, eu fiz direito, passei... Não, aí, eh depois desses quatro meses, eu voltei ainda para a Faculdade de Comunicação, só para ter certeza mesmo de que eu ia fazer direito, porque aí eu faria no final do do ano né. Eu voltei para a Faculdade de de Comunicação no primeiro semestre, <coughs> porque esses quatro meses foram no segundo semestre do ano de. Aí no primeiro assim em dois mil e um, primeiro semestre, eu fui fazer voltei para a Faculdade de Comunicação. Fiz eh mais uns três meses lá e aí tranquei mesmo de vez né, cancelei o curso, cancelei minha vaga e decidi fazer o vestibular aqui né porque aí. Isso eu já estava apaixonado e tal, já estava com eh num namoro assim né com Carol, um namoro à distância. E aí eu planejei isso, né? Fazer o vestibular aqui. Aí eu fiz a Fuvest, aí passei, eu vim para cá. Fiz Fuvest e Mackenzie, né? Porque eh o Mackenzie é mais barato e tal. Mas se eu tivesse entrado e continuado no Mackenzie, eu com certeza teria abandonado direito muito mais cedo. <laughs>
Você entrou no Largo de São Francisco?

Ô Rafael, você já tinha vindo para São Paulo alguma vez?
Não. E eu falava assim, eu nunca vou morar em São Paulo. Eu não vou morar... Você falava isso?

E aí, como é.

Como é que uma pessoa aguenta morar em São Paulo? <laughs> Eu eu pensava assim. Mas qual era a imagem que você tinha de São Paulo? Eu tinha uma imagem, né, da que é feita pela imprensa, de violência, de cidade fechada, assim né, de pessoas só envolvidas com trabalho, pessoas preocupadas eh com esse tipo de preocupação, né, assim, e pessoas frias e tal. Não tinha praia pô, não tinha mar. Sabe? Eh. Era essa a imagem que eu tinha assim, de que aqui não era um lugar muito amigável, não sabe. Eu pensava assim, na época. E qual.
Qual foi a sua viagem para cá? Como é que você veio, de avião?
De avião. Nem ônibus?

Eu vim de avião eh. Eu vim... Antes de vim fazer o vestibular, eu vim visitar Carol, acho que uma vez. Assim sabe passei um feriado prolongado aqui. Porque meu pai estava ganhando dinheiro na época lá né. Meu pai ele sempre eh fez tudo para para assim dar chance de a gente conhecer as coisas sabe, ter experiência das coisas assim. Ele sempre fez isso. Ele sempre foi de abrir mão de coisas dele assim por mim e por minha irmã sabe. Ele sempre fez isso eh. O esforço dele todo assim eh, eu acho que é esse Aí eu vim para cá antes né, passei o feriado e tal e depois a. Aí voltei, aí depois vim para cá de novo para fazer vestibular. Sempre de avião. Aí você estava decidido mesmo a vir para cá. É, é. Né quando eu decidi fazer vestibular, eu já tinha decidido morar aqui. Mas não sem mudar a minha opinião sobre São Paulo. <laughs> Não mudando a minha opinião sobre São Paulo né esse é. Demorou para eu mudar assim essas ideias. Aí eu vim, fiz o vestibular e eu fiquei namorei com Carol acho que uns dois anos né. Entrei na faculdade de Direito, eh tive uma receptividade grande, assim até fiquei impressionado sabe com a receptividade das pessoas. Já foi o primeiro eh o primeiro motivo que me fez começar a mudar minha impressão sobre São Paulo, foi essa receptividade sabe. Da faculdade? É. Na faculdade. Uma coisa que eu não gostei da faculdade foram os trotes né, que eu achava até hoje eu acho uma coisa sem sentido, acho desnecessário para a integração e tal. Isso foi uma coisa que me marcou, aliás, aqui em São Paulo assim. Pensar em... Por quê? E. Especialmente no Largo de São Francisco né que tem. Eles são muito a apegados a tradição a tradições e a história da faculdade. Eu falei eu não sabia de nada da história da faculdade. O que importava era só que era pública e eu não ia pagar entendeu. O que importava para mim era isso. Ia ser um peso menor para meu pai, que ia me sustentar, pelo menos, nesses primeiros anos, né? Aqui. Fazendo um, não sabia de nada mesmo, até hoje eu nem sei direito das histórias de lá, sabe? Agora eu sei que foi tem história aqui em São Paulo, que ela é bem vista, né? As pessoas conhecem, todo mundo conhece na faculdade. Alguns ex-presidentes cursaram. É. Cursaram. Alguns ex-juízes eh corruptos também. <laughs> O lado bom e o lado. O o fato de ter, de presidentes terem cursado também não sei se é muito bom não, né? Que o país tá do jeito que tá.
Mas eh... E a sua adaptação aqui? Cotidiana, assim, onde você foi morar?
Bairro?
Como você aprendeu a se virar na cidade? É.
Éh... Deixa eu me lembrar dessa... Primeiro, a procura pelo lugar, né?

Que eu queria também que fosse barato, não queria... Eu sempre eu nunca quis, assim, onerar, ficar onerando o meu pai, sabe? Ainda mais que eu já estava já estava lá na idade de sair da faculdade e trabalhar, essa época, né?

Eu estou aqui já, ainda estou entrando na graduação, dando ainda esse trabalho e tal. Aí eu acabei encontrando um lugar lá no centro, uma kitnet, no centro mesmo, que era próxima a faculdade, né? Ter trabalho de transporte nem nada né, na Rua Santa Amaro. que fica ali no em frente perto da Câmara Municipal, aquela Dona Maria Paula eh. As minhas primeiras impressões daqui eh foram essas. Era era muito diferente, sabe, o cotidiano daqui, do da do cotidiano do meu da meu do meu dia a dia em Salvador. É muito diferente, aqui é diferente demais de Salvador, porque A primeira coisa que comecei a perceber é como a vida das pessoas está mais formalizada sabe, tem um contato maior entre as instituições e as pessoas, sabe entre a sociedade mais organizada mesmo. As pessoas conhecem mais eh, têm um conhecimento maior do que é viver. Lá em Salvador não é muito isso. Lá é um ar de formalidade, informalidade sabe. As pessoas as relações se pautam mais pelo pela pessoalidade entendeu, e não pela impessoalidade eee. Acho que isso me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção muito a quantidade de pessoas do Nordeste né, sempre em funções consideradas de de subalternas né. Portaria, sempre na portaria do prédio. Então era o cara da lanchonete que atendia. Então né eh isso também me chamou muita atenção eh. Eu não gostei de morar aqui, não, nos primeiros dois anos, porque Além do fato de eu estar desenraizado né assim, de realmente existir uma diferença entre a minha pessoa e a cidade de São Paulo sabe, assim entre o que eu penso que deve ser a vida e tal, e como era organizada a vida aqui sabe eh. Eu não me adaptei, eu fiquei um bom tempo assim eh só tolerando né. As pessoas me perguntavam, e aí está se adaptando? Eu não, estou tolerando a cidade, <laughs> por enquanto. Os primeiros dois anos acho que foram assim também, por causa por por morar no centro é um lugar ruim, não é legal morar lá sabe, porque tem um clima assim né um clima de de coisa eh deixada ao descaso. Assim decadente. Decadente também. Era muito barulho na rua, gostava de ouvir música sabe. Eu vinha de Porto Seguro, eu ouvia música. Em Salvador também, quando enquanto eu estava estando para a FUVEST, eu nunca deixei de ouvir música. Eu sempre ouvia Eu parava para ouvir música, não é ouvir música como como fundo sabe de alguma outra atividade. A minha atividade era ouvir música e aí. Passava ônibus na minha rua e o barulho do ônibus entrava no meu apartamento e o ônibus parecia que estava dentro de casa. E aí eu <laughs> não conseguia eu não era muito feliz com isso não.
Sabe. E você saía à noite assim a onde você ia?
Não, é isso. Além disso, eu não tinha dinheiro. Aí, pô, como é que eu vou aproveitar a cidade sem dinheiro? É impossível, <laughs> quer dizer né, é brincadeira. É difícil. Eu tinha má vontade também de ir atrás de de de me socializar, né? Porque é isso eu vi as pessoas gastando trinta reais, ah ainda tem isso, que em Salvador as coisas são muito mais baratas. É ma muito mais barato ter eh você se divertir lá, sabe? E eu vi assim, não entrava na minha cabeça como é que um almoço podia custar mais de cinco reais. <laughs> No início, assim, sabe?

Eu ficava pensando assim, é muito caro, como é que eu vou viver aqui? Eu falava isso na cabeça, como é que eu vou viver aqui com esse... com esses preços, as coisas custando tão caro assim. <laughs> E aí era festa na faculdade, trinta reais tal. Pô, não, trinta reais, velho, é muito dinheiro, é demais isso, não dá, não, para mim. E aí, festa em Salvador, dez reais, cinco, dez. Reais sabe. Estou acostumado com isso, assim. E aí eu demorei para me adaptar por isso. Aí eu cansei de não ter dinheiro e fui fazer um concurso, né, do Banco do Brasil, para trabalhar no Banco do Brasil. Porque eu já achava ruim ter que o meu pai ficar me sustentando e tal, né. Por que o Banco do Brasil? Porque era um concurso, eu acho que eu tinha a chance de passar. Engraçado que eu nunca fui procurar estágio em direito, sabe? Mas eu acho que é porque eh... Talvez porque eu achasse que o estagiário não ganhava bem, não ganhasse bem.
E o Banco do Brasil não, era uma possibilidade de estabilidade?
Não, nem pensava em estabilidade. Eu pensava mais em ter um meio de me sustentar, sabe? O mais fácil que tivesse, assim eu acho que Eu pensava que que trabalhando no Banco do Brasil talvez eu pudesse me sustentar, né? O que se provou eh falso também depois, porque eu não consegui me sustentar trabalhando no Banco do Brasil. O salário também era ruim, sabe? E o trabalho era pior ainda, mas qualquer pessoa que vinha vinha me falar que vai trabalhar em banco, eu falava, não faça isso, pelo amor de Deus, você vai jogar a sua vida fora.
O que que você começou a fazer?
Atendimento né ao.

Atendimento ali, ficar no altar aquele aqueles rapazes que ficam na máquina, sabe? Para ajudar as pessoas que não tem né que não sabem muito mexer com máquina né. E também outras coisas de banco. E na verdade, eu fiquei no Banco do Brasil só durante seis meses né. Primeiro, que já era me botaram lá para o Jabaquara né. Eu morava no centro, tinha que ir lá na na agência lá do Jabaquara eh trabalhar. Segundo, que não era o meu ambiente. De novo né, essa coisa do descompasso entre a minha pessoa e o ambiente em que eu estava. A ideia do que a ideia que aquelas pessoas faziam do que era a vida, do que devia ser sabe, do que elas queriam para o futuro, era bem diferente do que eu pensava. Sabe eh e aí eu fiquei só o Banco no Banco do Brasil só seis meses né. Era horrível trabalhar lá. Porque o banco não respeitava nem os funcionários, porque coisas do tipo, o contrato não era respeitado, porque eh o funcionário trabalhava sempre, todo dia tinha hora extra e não era paga, entendeu? As horas extras não eram pagas. E não respeitava também o cliente, tinha um monte de coisa lá, coisas feitas assim eh em desacordo com o normativo do banco, o próprio normativo do banco também, sabe? Fora que era um trabalho assim que não ia me levar a lugar nenhum, eu num num via nenhum sentido assim de evolução sabe naquilo. Foi aí que eu comecei a pensar não, eh o que qual é o a a a função o que como é que. Qual é o lugar que a gente deve dar profissão na nossa vida sabe? É só o meio de sustento? Deve ser só isso sabe ficava. Comecei a questionar essas coisas né. Aí eu pensei, não, pô. A profissão hoje é, quer dizer a gente passa a maior parte do nosso dia dedicado a isso né. Nunca pode ser uma coisa que não tenha a ver com a gente. Que num, quer dizer esse desenvolvimento foi tardio para mim né. Enquanto as pessoas entram na faculdade pensando nisso, já na profissão que vão exercer, eu só entrava pensando no que eu ia aprender, no conhecimento que eu ia adquirir, entendeu? Eu só pensava nisso. Depois eu comecei a perceber, pô, não, eu vou ter que ter uma profissão. Ela vai ocupar a maior parte do meu dia, são oito horas da minha existência, da minha existência né que está acabando a cada dia. Que tem que ser alguma coisa que eu tenha afinidade, eu tenha identidade mesmo né, já que eu tenho que fazer isso né. Que a vida ideal para mim seria sem trabalho sem, a liberdade total, fazer tudo sem sem planejamento, sem nada, entendeu? Mas claro que isso é uma época, uma espécie de juvenilização <coughs> né das das coisas. Sim, aí, a partir daí eu comecei a a ter essa noção sobre a profissão. Depois que eu saí do Banco do Brasil, que também não me sustentava aqui em São Paulo, isso também foi um um fato que me fez deixar né o banco. eu comecei a pensar em estágio para tentar integrar mais o conhecimento que eu estava adquirindo na faculdade, que eu já tinha percebido a essa altura, que era mais ou menos o segundo ano, que não era também, não era a minha praia, não era mesmo, eh que não fazia sentido eu eu ter escolhido a faculdade para ter mais segurança material se não houvesse uma identidade entre entre a profissão que eu ia exercer e a e os meus princípios e o que eu achava que devia ser né, como eu pensava a vida e tal. Aí eu comecei a fazer uns estágios né. Eu fui para o trabalhei numa no no escritório onde onde ficava a Carta Maior, que era uma agência de notícia né, internet, com com direito e tal. Foi legal o trabalho assim né, mas ainda assim lidava com direito sabe. A essa altura também já percebi que os temas de direito não me interessavam. A forma como é tratado o conhecimento sabe, o processo eh os processos racionais do direito não são eh os os com os quais eu me identifico sabe assim. Por exemplo, o direito é um saber dogmático sabe, não é um saber crítico entendeu. Eu ia sempre, a minha formação, a formação que eu sempre procurei para mim foi a formação crítica. De questionar, de eh de construir o conhecimento e o pensamento, e não de de aplicar dogmas, entendeu? E o direito se trata disso. E, ao mesmo tempo em que eu ia em que eu ia avançando né na faculdade, eu ia pensando também em qual era a função do direito, como é que eu poderia me encaixar nisso né, como é que eu poderia realizar um trabalho que tivesse uma uma uma projeção, um efeito para a coletividade. Sabe eu sempre pensei nisso, eu sempre tentei inserir uma atividade minha A minha atividade, eu sempre tenho que inserir ela na coletividade assim né, no sentido social da minha atividade qual seria eh Depois eu me dei conta de que o direito nunca seria um instrumento de transformação né, e o que a gente precisa é transformação, não é conservação. O direito é um instrumento de conservação sabe da. Eu me dei conta disso. Foi aí que eu achei que direito eu não ia conseguir mesmo seguir uma carreira em em em direito. Isso a partir do segundo ano eu já tinha mais ou menos essa noção assim, sabe? Ainda com esperança de aproveitar aquele tempo, ainda com esperança de fazer valer aquela decisão, de ter feito, de de de fazer direito, sabe? Ainda com esperança de de dar um sentido para aquilo, mas mesmo assim já... já, no fundo assim, sabendo que não ia não ia dar certo, não não era a profissão que eu ia seguir né. Mas eh, junto com isso tudo, persistia o problema de me sustentar aqui em São Paulo. Aí eu decidi fazer outro concurso, que foi para o Tribunal de Justiça. Né porque eu tinha que me sustentar aqui, eu tinha que resolver esse problema de dinheiro, sabe?
Mas isso era uma coisa sua ou uma cobrança dos seus pais?
Minha, meu pai nunca cobrava, meu pai sempre falava, não, a gente aguenta aqui não sei o que, a gente aguenta, a gente aguenta, não.

Isso até eu acho que... Isso é anti-educativo, aliás, né? Porque me né...eh foi por isso que eu deixei de considerar a a profissão como uma dimensão da minha vida, entendeu acho? Hoje eu acho isso né eh essa. Essa esse fa o fato de meu pai fazer questão de de dizer que sempre estaria presente e tal, sabe? Isso me fez eh achar que... Eu acho né, isso é o que eu penso hoje, que isso foi anti-educativo porque me fez pensar que eu teria a vida inteira pela frente para ter experiências e tal né eh. O que foi importante, o que foi muito importante de eu vir para cá para São Paulo, aliás, foi isso. Eu não sei se em Salvador eu teria eu teria adquirido essa noção assim das coisas, sabe? Que é. Da posição, da importância da profissão na vida e tal, do que que ela é. Sim, aí eu decidi fazer um outro concurso né. Seria como que o a minha última cartada para ver se era se eu ia mesmo continuar com com direito ou não, que foi para o Tribunal de Justiça. Eu entrei no Tribunal de Justiça, passei no concurso né eh. Eu fiquei lá os dois últimos anos da faculdade.

Não eu fiquei lá, eu entrei no terceiro ano e fiquei até o quinto, até o final da faculdade, o quinto ano. Eu me formei em direito. No tribunal aí foi foi, depois de entrar no tribunal, é que a vida aqui em São Paulo mudou mesmo. Porque aí eu passei a ganhar bem sabe, eu passei a conseguir guardar dinheiro, passei a me sustentar aqui, a não precisar mais de meu pai né eh. Passei a poder fazer planos para o meu futuro, planos que eu mesmo ia direcionar né. Passei a entender a importância do dinheiro, né que tem que ter né para para a gente mas não a sobrevalorizar isso como um um objetivo na vida, sabe? Mas eu passei a entender como isso é importante. É importante ter condições materiais para poder eh ter liberdade de decisão, sabe? Ter liberdade, assim, para poder, pelo menos, pensar o futuro, né? Porque eu não pensava no futuro porque eu sempre achava que não ia ter dinheiro para nada, entendeu? queria fazer um curso. Não, não tenho dinheiro daí eu queria. Eh eu nunca pensei, assim, em comprar coisa, sabe? Eu sempre pensava em me desenvolver, assim, né? Então foi a partir da entrada no tribunal é que eu passei a... a considerar que eu que tenho uma vida mais integrada com São Paulo mesmo né, com a cidade. Aí é que eu passei a aproveitar né, passei a sair e e entender mesmo do que que se tratava estar aqui nessa cidade, sabe? E a encontrar pessoas e eh ver como isso aqui é um ponto de convergência do Brasil inteiro, sabe? A toda hora você ouve pessoas com sotaques diferentes na rua, entendeu? Eu ia me jogar nisso mesmo, sabe? A vivenciar essa experiência que São Paulo proporcionava. que proporciona até hoje, sabe? Eh. Só que ah o tempo que eu passei no tribunal, que foi esse tempo, até terminar a faculdade, foi um tempo, assim, no início eu gostava do trabalho, porque era uma realidade nova, né? Encontrar o trabalho é isso, né? Você tem contato com a realidade nova, aprender como é que funciona o tribunal. E o fato de ganhar dinheiro né, ganhar dinheiro assim, para me sustentar. Poxa, que legal, isso é a primeira vez na minha vida. Que coisa massa isso, né? Quer dizer, eu podia tomar as rédeas agora e tomar decisões mesmo, assim, né? Que aliás, eu acho que eu virei adulto só nessa quando eu passei a ter né o dinheiro meu para poder decidir as coisas. Foi quando eu acho que eh eu eu me eu comecei a me entender como uma pessoa adulta mesmo, sabe?
Então, Rafael, eu tinha perguntado né o que que você passou a frequentar, a fazer, que você não fazia antes em São Paulo.
Balada. <laughs> Aonde? Brincadeira Não eu nem uso esse termo assim, porque eu estranho demais isso.

Eu comecei a sair de noite a. Aqui em São Paulo, eu comecei a gostar de dançar, sabe? Que era uma coisa assim que eu nem pensava que eu ia gostar alguma vez na minha vida, entendeu? <laughs> Eu não me considerava uma pessoa que dança, uma pessoa que gosta de dançar. Hoje eu adoro dançar. Eu descobri como isso é uma forma eh muito assim eh especial de entrar em contato com o corpo sabe, é dançar velho sabe. E a alegria que isso causa na gente né. Uma pessoa que nunca teve isso em casa e nada. Sei como é que. Eu sempre eu eu eu gosto muito de estar entre no meio de pessoas assim fazendo a mesma coisa sabe, ter um um espírito único ali, sabe. E uma coisa só, sabe? Então eu descobri a balada aqui né, descobri como é legal passar a noite dançando. Para onde você ia? Tá. Eh. Quem me apresentou primeiro assim? Eu ia primeiro para as festas da faculdade né eh. Tinha música tal, mas não era muito o tipo de música que eu gostava, mesmo assim eu dançava. Bebia lá, já ficava doidão tal e dançava. Como que? Eh. Aí eu reencontrei, num assim numa numa situação de acaso no acaso assim, que para mim tem status de milagre, eu reencontrei a irmã de Tiana, que é a minha mulher, Maíra, Por acaso, aqui em São Paulo, e aqui tem uma ci é uma cidade de milhões de pessoas e eu vivo encontrando pessoas que eu conheço por acaso foi. Maira tinha vindo morar aqui eh eh uns quatro, uns três anos antes sabe de eu vir para cá. Eu sabia que ela estava aqui, mas a gente não tinha tanta tanta uma amizade mais assim né. Foi enfraquecendo com o tempo e eu acabei encontrando ela por acaso aqui. E ela já ela saía bastante sabe assim eee. Eu comecei a sair com ela né. Eu lembro que ela me apresentou uns lugares legais assim. Mas nessa época eu ainda num num num era tão interessado assim sabe em dançar né com Maira. Eu ainda achava caro, as coisas e tal. Eu num num estava acostumado ainda com a com o o custo das coisas aqui né nessa época eh. Eu comecei a a sair... Mas isso foi o início assim sabe de conhecer a noite de São Paulo né, do que que é que é feita a noite de São Paulo eh. A partir disso, eu comecei a a a ir para festas que tinham um tipo de música que me agradasse mais sabe e que eu saberia que ia me divertir. E foi assim, eu acho que eu comecei a conhecer a noite de São Paulo. Eu ia para... Maíra me apresentou o AmpGalaxy, eu lembro, que é uma casa lá no... aqui em Pinheiros. É... Eu comecei a ir em shows de rock também, né? Fui no Fun House algumas vezes. É, fui... já fui no Vegas. Mas não tem um... num frequentava nenhum lugar assim, né? Só. Não, sabe? Eu me diverti muito, que eu me lembre, eu me diverti bastante nas festas da faculdade. Mesmo com a música ruim e tudo, eu conseguia me divertir, sabe? Chegou uma hora que eu cansei, né? Porque aí eu comecei, frequentando as baladas, eu comecei a ter um conhecimento de música eletrônica, sabe? E comecei a me interessar por isso também, né? Porque eu já me interessava por música. Qualquer música já me interessava e e. Aí eu comecei a me interessar por música eletrônica também e já desenvolveu um gosto em relacionado à música eletrônica, entendeu? E eh as festas da faculdade só tocavam os hits, né? E aí eu tava cansado daquilo e era tudo sempre sempre na mesma ordem. Era primeiro música eletrônica, depois anos oitenta, depois Axé. No fim quer dizer, no final, né Axé. E depois, quando estava já todo mundo no fim mesmo, era o Pagodão que rolava lá e. Era assim, né? Aí eu comecei a me cansar disso um pouco. E também comecei a achar que eh... Quer dizer, isso eu já achava, né? Mas eu comecei a ver que essas festas nessas festas eu não me sentia tão à vontade. porque era o pessoal da Faculdade de Direito né de São Paulo tal, e eu num já não me identificava nem com a faculdade, nem muito com as pessoas. Encontrei todo tipo de pessoal lá né. Encontrei, aliás, eu encontrei lá na Faculdade de Direito. No primeiro nos primeiros dias de aula, eu fui para eh... naqueles eventos né de recepção dos calouros e tal, eu fui num desses eventos, sentei do lado de um de um cara, fiz uma pergunta para ele, sobre se já ia começar, não sei o que, ele falou. Aí eu, você não é daqui não, né? Eu percebi o sotaque dele. Ele, não, eu sou de Porto Seguro. Aí eu, Porto Seguro? É mesmo? Aí a gente começou a conversar, né? Começou a identificação, assim, da mesma terra e tal. A gente foi ficando muito amigo. E aí, é... Um certo dia, assim, a gente começou a falar sobre nossas famílias, né? E tal. Aí a gente descobriu que a família dele era amiga da minha fa da família de minha mãe, lá em Guaratinga, que foi onde minha mãe nasceu né, que é uma cidade desse tamanho sabe. O avô dele, ah a tia dele era amicíssima de minha mãe lá em Guaratinga, a gente não sabia disso sabe. Eu nem co conheci o cara por acaso aqui sabe. Lá da minha sala, ele sabe entrou. Mais velho da minha idade também né eh. Descobri que o avô dele foi quem registrou minha mãe no cartório sabe. Lá em Guaratinga. Encontrei o cara aqui em São Paulo, na minha sala da faculdade esse aí é. Esse aí foi o maior amigo que ficou para mim na faculdade sabe ah. O único, eu acho assim mesmo ami amigo no na. Amiza no que eu entendo que é amizade né, que eram os moldes que eu dos amigos que eu fiz em Salvador. Assim, sabe? Eh sim. Eu fiz esse parêntese aí para falar que eu já não me identificava tanto com as festas de direito, tal porque eh... Eram era... Eu não sei por que que eu deixei de gostar das festas. Sinceramente, eu não consigo agora. Depois eu vou pensar sobre isso. Tranquilo. É eh. Eu sei que eu comecei a gostar de aqui em São Paulo os lugares gays, sabe? Por que por que eu gostava dos lugares gays? Eu sempre pensei sobre a sexualidade e tal, sabe? Isso sim. A liberdade nisso para mim sempre foi um um tema assim que eu eu pensava muito sobre isso sabe, em como era importante a pessoa... ser livre também nisso né, como essa essa seria a primeira espécie de liberdade assim né tal. E eu gostava desses ambientes assim, sabe? Eh. Porque são ambientes menos marcados, sabe? Os papéis. No nos ambientes héteros assim, é muito marcado o homem, está ali com a mulher e tal. E no nos gays, não, não tem isso, sabe? Eu me sinto muito mais à vontade assim nesses ambientes sabe. Esse amigo, inclusive, é gay, sabe? Também.

Ele trouxe muito assim ele enriqueceu muito os meus pensamentos a respeito disso sabe eh. Eu acho que talvez por isso também tenha deixado de gostar né, porque era um ambiente demasiadamente hétero, lá o heterossexual né, a a faculdade de Direito. E também eu comecei a gostar muito, claro né, de ir nos nos nos shows daqui de São Paulo né, no nos artistas que eu podia ver aqui, que eu gostava e que aqui eu podia ver né, com facilidade né. Não precisava eh ficar esperando dois anos para ver Caetano. Caetano não né que é mais até fácil ver em Salvador né. Mas Chico Buarque, por exemplo, sabe? O Paulinho da Viola, não precisava disso né, era fácil, eles estavam toda hora aqui.

Aí eu comecei a descobrir assim o Sesc sabe, os shows do Sesc, comecei a ir muito nisso assim, eh esses shows de de de pessoas de artistas que eu já gostava né, admirava e tal acho que. E comecei a ir a comer bem, comecei a ir em bons restaurantes sabe também. Eu acho que até isso mais do que sair de noite, assim. Aí eu comecei a a a admirar, a gostar mais disso né. Aí eu conheci comida japonesa, que eu não ia. Eu nem ia, eu estava aqui em São Paulo já há três anos, nem... Eh eu nunca tinha comido sushi né na minha vida. Comecei a comer aqui também eh. Comecei a... Quer dizer, eu comecei a ficar a ficar uma pessoa mais requintada, né? Pelo menos eu comecei a a prestar mais atenção em certas coisas, né assim no meu gosto. Aí eu comecei a desenvolver gostos assim né. Não que eu que eu eh tenha adquirido assim um um outro nível de vida que, quer dizer, talvez sim né, adquirido um nível de vida que não me deixasse mais viver como, que eu não me sentisse mais à vontade vivendo como eu vivia antes né.
Não, eu fiquei com uma curiosidade, né? Mas lá no fórum, você tinha que trabalhar de terno, gravata, essa coisa super formal.

Calça social. Ah, é.

<laughs> Você ainda era estudante.
Era estudante, porque eu estudava de noite né na Faculdade de Direito. Aí eu trabalhava o dia inteiro e estu e ia de noite. E era lá do lado, né? Lá você precisa, trabalhava no centro no, parte do colégio. No tribunal, eu fiz o concurso de Tribunal de Alçada Civil, quando tinha Tribunal de Alçada ainda, antes da Reforma Judiciária. Eu fui para lá para assistência assistência do presidente, né? Porque eles estavam querendo estudantes de direito pra fazer os despachos lá. Tal tinha que ir vestido com roupa social né. Eu tinha um problema com isso.
E aí? <laughs>
Ao longo do tempo, quer dizer, no início nem tanto, né? No início eu não me preocupava tanto. Mas, eh na esteira daquele pensamento que eu te falei antes de de identidade entre a pessoa e a profissão sabe, eu comecei a pensar, pô eu eu não sou, eu não me considero o tipo de pessoa que se veste assim sabe. Aí a <laughs> quer dizer num. Não só isso né, mas eu também não me considero o tipo de pessoa para fazer trabalho burocrático. Então, porque no fim das contas era um trabalho burocrático, era um trabalho que exigia certo tipo de conhecimento. Mas o de judiciário eu acho que está hoje quase todo assim né, porque as decisões são muito repetitivas e né são muitos processos. Fica quase um trabalho burocrático, porque, na verdade, o juiz ele não faz mais um juízo ali, se é certo ou errado. Ele já tem a... É como se fosse só dar um carimbo lá, a decisão dele já está pronta né para aquilo. Eh eh. Sim, então... E tinha outra outros rigores também, além da do traje né, a rigor. que era, por exemplo, horário coisa não tinha. Não existia flexibilidade nenhuma com o horário, sabe? Não era coisa assim de eh... Aqui, pelo menos lá onde eu trabalhei, não tinha os vícios de funcio do funcionalismo, que todo mundo identifica como do funcionalismo público, sabe? Existia, sim, uma uma necessidade de eficiência, de de trabalho tal, existia rigor com horário, essas coisas, sabe? Pelo menos onde eu trabalhei era assim.

Então, eu não podia atrasar um minuto que descontava. Um minuto, né? O tempo de andar do ponto até o elevador. Quer dizer, o tempo de an de andar da entrada do... Até o ponto. Até o ponto, se fosse eu e demorasse mais de dez segundos, se eu tivesse atrasado e demorasse, né? Isso contava, né?

Dez segundos contam aqui, né? Quer dizer, quando eu chegava, eu pegava o metrô para ir para o trabalho e via que talvez eu chegasse lá, não desse tempo, passar onze horas, que era quando começava o expediente, Eu saia correndo do metrô, que coisa mais absurda isso, gente. Saia correndo por causa de dez segundos de diferença sabe. Eu não conseguia... No início tudo bem, eu fiquei tranquilo com isso, mas com o tempo eu fui começando a ver como essas coisas... Quer dizer, eu não quero isso para a vida de ninguém, como é que eu posso querer para a minha? Eu não acho que que a sociedade a sociedade deva ser organizada assim sabe. Como é que eu posso eh fazer com que minha vida seja organizada assim? com todo esse esse esse rigor, esse formalismo, sabe? Sem flexibilidade, né? Com o tempo, a a roupa que eu usava no trabalho foi começando a pesar mesmo assim para mim sabe. Começou a começou a ficar um um elemento assim de eh que foi compondo acho esse meu trauma né, que eu acabei adquirindo isso lá no tribunal sabe, do do trabalho burocrático e e e da da da despersonalização a que a gente está sujeito né todos os dias, assim se a gente não fizer as escolhas certas. É isso, eu tinha que ir de roupa social e tal, e tinha que manter, não era só isso, todo a todo o comportamento do funcionário público. Né eu trabalhava com juízes, entendeu? A autoridade, entendeu? A hierarquização, sabe? Quer dizer, tudo o que eu não achava que devia ser era ali. <laughs> O trabalho no tribunal era isso. Mas eu fiquei lá mais de dois anos né porque eu estava. Aí aí eu já tinha um plano assim. Quando eu percebi que eu não ia ficar ali... Quer dizer, como como a maioria das pessoas faz, né? Entrou no funcionalismo público, não sai nunca mais. Ficar lá... Eu ficava pensando e e... Quer dizer, as pessoas que trabalharam comigo eh... Como eu fui eu fui muito bem colocado no concurso, então eu fui para um setor bom do tribunal, né? Que era, assim, o setor em que as pessoas eh eh... Que só só iam as pessoas que estavam lá já há algum tempo no tribunal e tal. Então, eu trabalhava com... a média de idade era cinquenta anos assim sabe, senhoras de cinquenta anos. Entendeu, é, <laughs> lá. Então, eram pessoas que estavam há muito tempo no tribunal, sei lá vinte, trinta anos lá dentro sabe. Eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa por vinte, trinta anos, não. Quer dizer, é é outra... eu fui formado em um... talvez né seja isso. A minha formação. Eu fui formado em com com outro tipo de perspectiva, sabe? E lá eh, quando alguém falava assim para mim, ah, daqui, quando você chegar ao tempo que eu estou hoje, eu não sei o quê, isso chegava a me dar uma dor assim no coração, sabe? Eu, pô, não vou ficar aqui vinte anos, você é doido. Quando eu me dei conta de que eu não ia fazer isso, eu comecei a planejar como seria a minha vida futura. Aí eu comecei a guardar dinheiro. Aí eu já pensei, bem, eu não vou exercer essa profissão né. Eu estava vivendo ali no meio de juiz, juiz não, não dá para viver nesse nesse ambiente <coughs> porque não é meu, eu não tenho interesse por isso, eu não tenho motivação para estudar essas coisas, sabe? Eu eh eu sei que eu tinha sempre um eu eu eu mantinha esse meu perfil acadêmico que foi que eu desenvolvi lá na Faculdade de Comunicação, sabe, que eu descobri né na Faculdade de Comunicação e a Faculdade de Direito, ela não não valoriza isso sabe, ela valo valoriza a prática quer dizer o. Os professores, a grande maioria lá deles eh, para eles a faculdade é como se fosse um acidente, é uma atividade secundária sabe deles, não é atividade princi principal. Tanto que acontece coisas absurdas lá, gente que não vai para aula e passa, entendeu? Lá não tem, não existe uma preocupação acadêmica lá, não existe um, assim, uma uma preocupação com a formação do sujeito lá, não. Não existe na Faculdade de Direito isso. Isso também me doía muito, sabe? O fato de eu estar fazendo... Eu sempre valorizei muito o o a instituição universidade, sabe? Eu sempre achei que era um lugar de conhecimento mesmo, e lá na Faculdade de Direito isso não acontecia. É a Faculdade de Direito da USP, né? Eu ficava espantado com isso. Meu Deus sabe, como é que pode isso, gente? Imagine as outras né, as particulares. Se essa daqui é assim, sabe? Eh eh. Isso também foi me criando meio que um um uma resistência né ao direito. Também isso, o fato deles num num terem essa preocupação e né serem muito virados para a prática e tal. Também o perfil da pessoa que faz direito. Não sei se eu posso dizer isso. Tal talvez esteja gene generalizando. Mas a ideia que tenho é que o per é um perfil que de pessoas que é motivada por coisas diferentes, das quais me das. Que me motivam né. Quando você foi fazer comunicação, foi qual o curso? Foi. Eh um curso que só tem lá, na Federal e na Fluminense do Rio, que é produção cultural. É é.

Eu nem sabia o que era produção cultural sabe quando eu escolhi fazer comunicação. Pensando bem, eu nem sei por que eu escolhi comunicação também, porque eu também não sabia muito do que se tratava sabe. Eu era meio perdido mesmo assim. Sobre eu sei que eu queria aprender coisas né. Eu gostava de literatura e música, queria aprender coisas, queria. E eh, a essa época assim, eu acho que eu tinha uma noção de vida que era assim, A vida está aqui é para experimentar mesmo, entendeu? Então. Num eu, não existe perda de tempo. Eu pensava assim, mas hoje não. Hoje eu penso, existe perda de tempo sim.

Eh quer dizer, minha vida, deixa eu ver. Será quanto tempo de vida eu tenho ainda? Sei lá, uns quarenta anos. Em quarenta anos, será que eu vou conseguir ler tudo que eu quero ler? Eu. <laughs> Hoje eu penso assim. Hoje, é quase se eu não controlar isso, fica em um nível assim de de ansiedade absurdo, sabe? Por causa disso né eh. Foi também uma coisa que eu adquiri com aquela passagem para a vida adulta né, eu acho o esse a. A noção de que a vida acaba. Porque antes eu tinha essa essa ideia, mas eu ignorava né.

Mas o que que eu estava falando mesmo, hein?
Do tribunal, né?

No final do tribunal, quando chegou no fim assim da minha da minha eh da faculdade do, nos últimos no último semestre, eu comecei a ficar bem desesperado assim e e muito triste e muito... Sem perspectiva, sabe? Sem achar que que existiria alguma felicidade para mim no futuro. Comecei a pensar essas coisas assim. Eu comecei até a fazer terapia, né? Para ver se eu deixava essa coisa, porque... Era eu simplesmente eu fi eu não tinha nenhuma perspectiva positiva assim para a vida. Eu pensava que tudo ia ser negativo, que a vida não fazia mais sentido mesmo eu continuar vivendo porque não eu não ia conseguir atingir nada tal, nada do que eu pensava que seria e a vida ia ser sempre assim. Aí eu fiz terapia, a terapia me ajudou muito para muito a superar isso, sabe? a entender que essas coisas fazem parte da vida mesmo, e que a gente tem que brigar velho, tem que continuar lutando sempre né, vai ser sempre a briga mesmo né. Como eu eu acho que eu tenho eu como eu acho que existe entre eu e o e o modo como a sociedade é organizada hoje, um descompasso sabe, tenho que viver com isso né, é isso que me e é isso que me causa sofrimento, tenho que aprender a viver com isso e tentar, e continuar lutando mesmo, esse é o sentido para mim hoje né, é é continuar brigando. É e é nesse contexto né de de de de... de não é bem descompasso, mas é de diferença né eh. Eu fui juntando... Eu decidi que eu ia eh... Eu tinha que arejar, tinha que eh respirar um pouco fora desse ambiente do direito, porque eu passei cinco anos né nesse ambiente. E naquela conversa é de concurso, de lei, de não sei o quê de... Eu passei cinco anos, sabe, nisso. E eu pensava assim pô, eu preciso eu preciso respirar um pouco, preciso abrir uma janela aqui para eu eh para eu ver, se de fato, se eu me identifico com alguma outra coisa mesmo ou se isso é é um engano sabe a meu respeito sabe. Eu preciso fazer isso para saber né. E aí eu comecei a planejar estudar outra coisa né. Primeiro assim, a princípio, eu pensei em fazer música né, eu toco violão e tal, Mas eu num teria que estudar muito isso e eu eu não ia. Aí já entrava o fator tempo né, porque eu não ia ter tempo de estudar tanto. Eu já sentia a idade pesando já né assim. Não a idade pesando, num me sentia velho, mas eu sentia que isso já era uma coisa que eu devia pensar né antes de tomar a decisão.

Eh aí eu pensei inicialmente em fazer música, aí fui pesquisando os cursos tal, se fazia gra pensei em fazer o comecei ah a questionar se eu faria uma pós ou uma gradua outra graduação né tal e. Nesse tempo né, foi quase um ano e meio, eu fui eu estava sempre preocupado em juntar dinheiro sabe, fui juntando dinheiro porque eu sabia que eu ia ter que passar um tempo sem trabalhar né para isso. E já achando assim que, não, agora o que meu pai me oferecer eu não vou aceitar. Já assim, com essa mudança de de atitude, né? Que agora, não, agora é eu por mim mesmo, eu tenho que aprender assim. Não é mais meu pai me oferecendo, eu aceitando, porque mesmo ele não tendo, ele vai ele oferece, entendeu? O problema é esse. Eu tenho que saber dizer não a isso e, quer dizer, eu tenho que me educar agora no sentido, no outro sentido, né? Eh e aí. Eu com isso eu fui juntando dinheiro e tal, E aí, eh nesse meu último ano de faculdade, me formei né, não participei da festa de formatura porque eu acho eu fiz uma festa minha em casa, sabe? Na minha casa, com as músicas que eu queria, com a comida que eu queria, com acarajé, sabe? Com o vatapá. uma coisa assim que era mais que, teria mesmo sentido para mim, porque essas festas contratadas, pasteurizadas aí né, são todas as mesmas festas né, milhões de pessoas, você não tem o contato, não sei né, às vezes ter, até tem, mas eu achava que eu não ia ter, eu já não tinha tanto contato com as pessoas da faculdade, num num fazia sentido participar da festa oficial, que eu era eu era uma pessoa alternativa na faculdade, não era parte do do corpo oficial lá da <laughs> faculdade de Direito.
Mas a gradua a colação de grau você participou?
É, porque tinha que participar. Eh. Só porque eu fui obrigado mesmo, né? Seus pais vieram? Não. Eu nem eu quase nem convidei ninguém, porque eu num... Eu achava que era um ritual meio ridículo. Você ia lá, ele bota o negócio na sua cabeça, fala uma uma fórmula lá medieval, né? Aí... <laughs> Sabe? Aí você recebe o certificado né. Eu só fui para pegar o certificado mesmo. Foi só para isso. É, aí eu chamei né chamei, mas olha só, eu chamei pe as pessoas da faculdade que eram próximas de mim e ninguém foi, das pessoas da faculdade. É engraçado que tem os baianos aqui, que eu eu conheci né ao longo desse tempo todo, que foram e fizeram a festa e também, não só os baianos, claro, outros amigos de de outras áreas assim, pessoas que eu conheci em cursos de música sabe, aqui de São Paulo mesmo tal, que foram. E foi muito boa a festa assim, foi muito legal. muito melhor do que se eu tivesse feito aquela festa lá, que eu teria que ir de terno, sabe? As pessoas teriam que ir arrumadas, ia ter a valsa oficial, a foto oficial, sabe? Assim, sem muito lugar para espontaneidade, talvez, não sei. Mas eu pensava isso eh. E aí, nesse ano que eu me formei, eu decidi que eu ia fazer outro vestibular, para ver o que que ia dar. Né faz esse vestibular aí e vamos ver o que que dá. Foi de uma hora para outra, na verdade, porque eu eu não tinha eu não queria passar por outra graduação. E nem fazer vestibular de novo. Só que eu tinha feito três né, tinha feito FACON, já tinha feito lá para Federal e já tinha feito aqui né. E esse negócio de estudar para, eu fiz sem estudar também, porque eu não eu que o que eu decidi é que eu não vou estudar para fazer vestibular, não vou estudar para vestibular.

Em três períodos da minha vida eu fiquei dedicado a isso. Que eu lembre assim, foi desgastante eh. E era um conhecimento que para mim não representava nenhuma evolução, né?

Aí eu pensava em fazer pós né, mas está tudo bem, vou fazer a graduação e vamos ver aí. Aí eu pensei, eu me interesso por música popular e assim eu gosto muito desse tema, de estudar isso sabe. Eu sei que na Faculdade de Letras tem pessoa nas faculdades da USP tem eh pessoas que fazem trabalhos nessa área aqui e que são assim praticamente os os únicos, sabe? E que tem. Cada um com sua proposta autêntica assim de trabalhar isso. Aí eu achei, não, eu vou fazer. uma pós em letras. Mas eu não sei <coughs> como é a receptividade das pessoas contra a graduação. Eu não tenho nenhuma experiência acadêmica né. Eu acabei não fazendo um currículo acadêmico. Como é que eu conseguiria entrar numa pós em letras? Aí eu comecei a pensar isso. Se são poucas vagas oferecidas né, além de tudo e se. E e e e a concorrência é alta também. Provavelmente porque em le letras é a faculdade da USP que tem mais alunos. Aí eu decidi, não, então eu vou fazer uma graduação para pelo menos ver como é a faculdade lá e ver se eu faço os contatos e tal. Vamos ver o que que dá né a graduação. No mínimo, mudar de ambiente eu vou e vou sentir como é o outro ambiente. No mínimo isso. Aí você quer dizer, na verdade, a providência imediata para mim era isso, era mudar de ambiente, sabe?

Ir para onde eu acho que é o meu lugar. de identidade e eh. Por isso eu decidi fazer a graduação em letras e eu fiz também, de novo, vestibular para a faculdade que eu fazia lá na... <laughs> Que coisa absurda, né? Em Salvador? É, para comunicação. Eu fiz de novo lá, porque a verdade é que quando eu entrei em Direito, desde o segundo ano eu já eu já queria deixar a faculdade, entendeu? Eu eu eu. Eu ia deixar a faculdade. Até falei com meu pai, eu vou, mas meu pai foi contra tal né. Ele falou, pô, a pessoa já está aí né, ainda mais que era do jeito que ele gostava né e achava que era bom. E eu já estava aqui e tal. Mas no segundo ano eu tinha certeza. Já já já eu já estava quase já largando né a faculdade. Eh mas aí eu pensei assim, pô, eu não posso ficar repetindo esse padrão de entrar e sair né. Entrei na facul, saí. Agora entrei em direito, vou sair de novo. Pô, eu não posso ficar repetindo. Isso que que eu vou fazer vestibular de novo? Não, vou até o final, vamos ver, quem sabe né daqui no futuro, sei lá, talvez com a maturidade, talvez eu seja precise de alguma maturidade mais para ver o valor disso aqui né tal. Pensava assim, eu sempre sempre me colocando em questão né, sempre eh assim considerando a dúvida mesmo né aí eh. Por isso eu decidi ir até o final em direito eu. Ó vamos, vamos ver. O que que isso vai trazer de bom né? Deve trazer alguma coisa boa para mim. Trouxe né, trouxe assim afirmação negativa de saber exatamente o que eu não quero para a minha vida né. Agora sim agora eu nunca posso dizer assim, pô, podia ter feito direito né agora. Não podia, não. Isso me deu uma sede de de ir atrás do que eu quero. Sabe de conhecer o tempo que eu passei lá, que foi sempre colocando os meus interesses literários, os meus interesses assim eh culturais em segundo plano, O tempo esse tempo que eu passei foi gerando essa sede de de conhecimento assim de de, que agora está explodindo sabe na faculdade de Letras, porque aí eu entrei na graduação em Letras né. Eu fiz vestibular em Salvador aqui e passei nos dois, mas entrei eu quis ficar aqui, né era um eh porque eu considerava talvez voltar para Salvador também como um como uma solução para os problemas. Mas aí depois que eu vi que não, que a melhor opção era ficar aqui mesmo né eh. Hoje, <laughs> eu estou fazendo a graduação, eu entrei né esse ano. Eu estou adorando assim eu estou sabe, com todas as minhas energias ali viradas para isso, integradas nisso sabe, de uma forma assim absurda eh eu estou em direito assim. Existe uma paixão pela Faculdade de Direito lá né. As pessoas tinham isso, antes mesmo de entrar. Sabe uma coisa assim que é totalmente dogmática né. É o Largo de São Francisco, tradicional Largo de São Francisco. Como você não pode amar o Largo de São Francisco, tradicional Largo de São Francisco? Entendeu? Eu não sentia nada pela faculdade, nenhum envolvimento assim, nada. Não queria envolver com nada, nem saber de nada.

Agora, em letras, assim não é só o fato de eu estar nesse num ambiente que é que eu acho que é o meu ambiente sabe, que é um ambiente que me interessa, que eu participo das aulas, que eu leio os textos entendeu que eu é é são é o. É uma espécie de conhecimento que que, quando surge a dúvida, ela fica mesmo na minha cabeça o dia inteiro, e eu querendo resolver Me motiva, assim, naturalmente, entendeu? Eu não preciso ficar me forçando para estudar. Não preciso ficar me motivando, assim, me automotivando para para estudar, entendeu? Naturalmente eu fico com aquilo na cabeça, quero resolver os problemas e tal eh. Eu estou apaixonado pela até pela faculdade mesmo, sabe? Assim eh, querendo me envolver com com com os problemas da USP, sabe? Agora, né? Acabamos de entrar em greve, entendeu? Eu estou assim louco para para me envolver com isso. Sabe então está sendo muito diferente para mim agora. Agora, provavelmente, eu vou conhecer uma outra uma outra São Paulo né, porque a a a Faculdade de Direito foi foi. Era era o que mediava né o meu contato. E as pessoas que fazem direito são, normalmente, normalmente eram aquela aquelas mesmas pessoas lá da escola pan-americana da Bahia, entendeu? Daqui, né? E, em letras não, estou sentindo muito mais a vontade é. É muito diferente, está sendo assim, muito mais integrado assim com minha vida. eu estou assim realizando os passos para seguir carreira acadêmica mesmo sabe. Então, para mim, está sendo como se tivesse retomado aquela coisa que eu mesmo interrompi lá na na Faculdade de Comunicação né, por causa dessa confusão de de valores e de princípios da época né, por causa dessa falta de orientação na época também né, que eu decidi fazer direito sabe. Eu sempre considerei que o direito que ter feito direito foi um acidente na minha vida mesmo. Né hoje eu não considero tanto assim, é bom ter o conhecimento jurídico né, me deu algum conhecimento de como funciona, um conhecimento prático né, que é necessário, é bom ter né eh. Quer dizer, além de de... o que está me fazendo mais feliz assim, além de de de ter encontrado o meu ambiente, de ter reatado né eh... reatado lá aquele caminho que eu que eu achava que era o certo mesmo que eu devia seguir naquela época essa. É ver que tudo que eu pensava antes tá se comprovando, sabe? Como eu pensava que ia ser. Quer dizer eh, eu pen eu pensava em entrar na faculdade de letras e estudar tá. Isso está se comprovando, entendeu? Eu estou o dinheiro que eu guardei está servindo para me sustentar, como eu planejei, sabe? Isso é que está sendo bom também.
Você saiu do tribunal de justiça?

Porque não além do trabalho ser insuportável, já está insuportável para mim, eu eu queria ter um tempo só para estudar entendeu. Então, eu estou agora na na profissão estudante.

É isso. E usando o dinheiro que você... É, usando o dinheiro que eu guardei. Quer dizer, eu guardei dinheiro para tentar ficar pelo menos, eu acho que dá para ficar um ano ou dois anos, quase dois anos né sem trabalhar, porque eu também não sou uma pessoa de muitos gastos. Então, eu consigo viver bem assim com, não com muito dinheiro eh eh. Você você me perguntou se eu larguei o tribunal. Eh como. No dia que eu fui lá, sair né, comunicar minha saída e tal, foi engraçado <coughs> porque assim tinha um con tinha um consenso assim entre as pessoas de que eu devia sair mesmo, sabe?

Todas as pessoas achavam que era a decisão certa mesmo, sabe? E eu ficava imaginando, por que que essas pessoas não não tomaram ou não tomam essas decisões né na vida delas, sabe? Então eu falava, é, quando eu entrei aqui, aí vem a história, né? A a lamentação, depois eu virei o centro de lamentações lá do.. O muro de lamentações do da sala do tribunal né. Eu também, quando eu entrei aqui, eu não pensava que eu ia ficar tanto tempo não sei o que aí. Eu também discordo de certas coisas, de sair daqui ou daqui entendeu aí. Isso serviu como que um um é um um pretexto né para eles eh se expressarem lá dentro. Não tinha muito espaço para isso.
E, Rafael, como que seus pais reagiram? Porque, bem ou mal, o Tribunal de Justiça era um emprego estável. Você ganhava razoavelmente bem. É.
Como que eles reagiram a isso? Eh. Meu pai me apoiou, né? <laughs> Eu sempre falei assim, eu sempre falei ó pai, eu estou sofrendo muito com isso.

Pra mim nem faz sentido mais viver aqui. Eu pensava assim mesmo. Eu falava assim pra ele. Ligava, ó pai, É... Eu num... Eu ligava assim... Nos dias que eu tava muito mal mesmo, sabe? Chegava de noite, eles ligavam. Eu começava a falar,

Não tem mais sentido viver. Não tem graça nenhuma. Eu não estou gostando. E eu falava, não, pai, mas eu também não vou tomar essa decisão assim, sabe? Tanto que eu fiquei um ano e meio lá sem querer já estar lá, né? Assim, claramente, com com isso claro na minha cabeça de que eu não devia estar ali, sabe? Mas eu só fiquei para ajudar mais dinheiro, entendeu? Para poder depois ter essa sobrevida, né? Na faculdade de le de de letras, na faculdade que eu fizesse, né? Pelo menos esse tempo sem estudar. Porque eu pensava assim, bem ou mal no mínimo, Eu vou poder ter um tempo de estudo sabe, um tempo para me encontrar de novo. Sabe mesmo que depois eu volte e profissionalize um público, eu preciso pelo menos esse tempo agora para me recuperar né eh. No mínimo isso, e se não der certo né. Se nada der certo se nada do que eu estou pensando dar certo, que gera o planejamento da minha vida profissional, futura, se nada der certo, eu vou ter no mínimo esse tempo de. Vai ser um tempo de felicidade, de alegria. aí já talvez né suficiente para já esquecer os traumas e entrar de novo nessa aí né <laughs> e adquirir novos traumas e depois deixar de novo, quem sabe. Mas é isso aí, não, eu planejei mesmo assim, não, eu vou entrar em Letras e vou seguir carreira acadêmica, sabe, vou eh... Talvez, hoje eu já pense em não fazer a graduação toda, em construir lá dentro um currículo acadêmico mesmo, com iniciação, né, pesquisa. E... Não, também não descartei a hipótese de pegar trabalhos em direito aqui e ali, que surgirem, né, porque eu vou precisar para para continuar me sustentando. Aliás, já peguei até um trabalho.

É isso, talvez não seguir a graduação até o final, sabe? Interromper no meio, depois que já tiver... Já ir para o mestrado, doutorado... E já ir para a pós, para poder já começar a ensinar e poder, né? Entrar. Porque eu percebi que a área acadêmica é que é é onde eu posso ter mais liberdade, entendeu? Aonde eu vou ter um sentido de evolução do meu conhecimento. É um espaço de discussão, sabe? Assim eh... É um espaço de construção mesmo para mim, sabe? Talvez eu esteja idealizando, talvez sim né, mas também eu te tenho uma porção de de de de de de eh de realismo nisso também né, eu Eu acho que é isso, eu já estou muito feliz assim com essa decisão, sabe? Estou muito feliz mesmo de ter, de poder ter tomado um rumo, pelo menos do meu dia a dia, sabe? Porque ter uma rotina assim de ir para o mesmo lugar todo dia e fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, todo dia, durante oito horas do dia, Mas é exatamente a mesma coisa, não é assim com, sem contato com pessoas, sem assim sem também me identificar com o ambiente onde eu estou, entendeu? Que se tivesse pelo menos pessoas ali né que com as quais eu me identificasse, pudesse conversar e pudesse falar palavrão e sacanear os juízes e tudo mais né, e falar mal do fato deles terem um elevador privativo, sabe, para eles, entendeu? Depois descobri que isso, aliás, vinha desde a faculdade né, porque os professores também tinham elevador privativo. lá na faculdade. Então, é uma coisa que já está impregnada assim, essa coisa do eh desi de não desigualar sabe a autoridade do do resto das pessoas, entendeu? Aham. Então, acho que é isso. Hoje eu estou meio... Eu teria muitas observações ainda para fazer sobre o tempo da faculdade né, mas é eu acho que... Talvez num num Pegasse bem.

E Vitor é meu primeiro nome também, né? Eh eh. A vida inteira me chamaram de Rafael. Eu nem sei por que que meus pais colocaram esses dois nomes em mim, sabe? Por que que eles preferiam me chamar de Rafael? Então eu acabei me acostumando. Ficou uma coisa assim... caseira, sabe? Quando me chamam de Rafael eu me identifico mais. Então Vitor nem parece que é meu nome quando me chamam de Vitor, entendeu? A pessoa me chama de Vitor eu já olho diferente.

Que se ela escolhe entre os dois nomes que eu tenho me chamar de Vitor, pô, azar dela. Né eu <laughs> eu vou olhar diferente, infelizmente. Porque eu não consigo e eu não gosto desse nome Vitor. Porque é um nome eu acho que é um nome soberbo assim, um nome de soberba sabe, um nome eh É muito metido esse nome.

Vitor Rafael, então. Parece ah... É é uma coisa bem brega, né? É uma coisa assim... É um hábito das famílias aí um de um tempo, não sei se hoje ainda tem isso, de colocar dois nomes nas pessoas, né? Pois é, para parecer... Para dar pompa, né? Para parecer uma coisa, assim, importante, né? O nome. E meus pais tiveram esse hábito também, né? Meus pais eram do interior, tal num num. Nem recrimino, não. E pelo menos é um nome diferente, não é um nome comum, assim. Mas o fato de ter dois nomes é ruim por isso, né? Causa essa essa duplicidade aí de de de pessoas, né? Porque me chama de Vitor, eu fico já mal-humorado. Que nem Rafael né. <laughs> Eu tenho um problema sério com esse Mas você sabe por que que é Eu fiquei pensando por que que eu tenho problema com esse nome. Mas na na Pan Americana, onde eu estudei, me chamavam de Vitor. Só me chamavam de Vitor.

E aí a a primeira lembrança que me vem é aquela né aquele lugar. Da escola. É, na época que eu não gostava de lá.

Eu acho que é por isso que ficou assim. Eu sem eu sempre me apresento como Rafael, entendeu? É sempre assim. <coughs> Ah, sim. Pois é, Tiana foi assim. Eh eu encontrei por acaso Maíra, né? A gente foi se aproximando tal.

Será que Tiana contou isso Porque se ela contou isso também, vai ficar legal. A gente não sabe.

A gente quer saber o seu olhar da história. Mas é isso, então.

Não, porque eu não conhecia, né? Eu tive um contato com ela, sim, mas nunca fui próximo de Tiana, nem nada, né? Sabia que era irmã de Maíra. Aliás, a lembrança que eu tenho dela é ela brigando com Maíra né.

Ela era menor que a Maíra?
Mais velha. Era irmã mais velha e brigona de Maíra. para mim, lá em Salvador, porque lá em Salvador era próximo de Maíra né, não de Tiana, sabe? Eh. Aquela foto ali é porque a gente estava num evento né, evento do CISV, que é essa organização aí eh de intercâmbio entre culturas e tal. Aí então eu conheci Maíra a gente, eu voltei a me relacionar com Maíra, a gente saía tal, foi se aproximando, ela foi me mostrando umas coisas de São Paulo. E um dia ela me chamou para uma festa lá na casa dela, sabe? Porque a irmã dela tinha, Tiana né, tava passa tinha passado um ano no viajando eh, tinha voltado para casa, não foi. A festa não foi por isso, mas Tiana já estava em casa, depois de ter passado esse ano fora viajando. E aí lá na festa a gente acabou ficando e tal, e aí acabamos nos envolvendo e e namorando bastante. E depois de um ano de namoro, a gente resolveu morar junto. Tiana se separou de Maira lá do apartamento, que elas moravam juntas as duas, e acabou indo morar sozinha e me chamou para ir morar com ela né e eu enquanto eh. Só para relacionar as histórias, eu logo que eu entrei para o tribunal, pouco tempo depois que eu entrei para o tribunal, é que eu fui morar com Tiana. Então, <coughs> a gente passou a viver assim, casados né, como se fosse marido e mulher mesmo. Aprendi muito com essa convivência com Tiana. Aprendi demais. Essa coisa de ser adulto. Sabe acho que foi assim se eu não tivesse tido esse contato com ela, com Tiana, não teria... Até a minha possibilidade de tomar essas decisões hoje, as decisões que eu tomei e que me trouxeram felicidade hoje, eu acho que não teriam sido possíveis ou então não teriam aparecido tão claramente para mim se eu não tivesse tido esse contato com Tiana também né, que sempre me deu muito apoio nisso também eh. Ter conhecido Tiana me me fez amadurecer, sabe assim. Esse outro lado da vida. um lado assim de de que as coisas, para dar certo, tem que a tem que haver alguma organização né, de que tem que haver algum planejamento eh. Claro que não é só isso né a nossa relação, mas eu estou falando assim para a minha formação né. Para para mim, a for formação eh individual é como isso influi nas nas nas decisões que tomei na vida. Para mim, ter ido morar com Tiana não significava me casar com Tiana. <coughs> <coughs> Para ela, sim. Ela já tinha essa noção, essa ideia assim de que isso era significava casamento. Eu fui aprendendo também a ser uma pessoa casada né com o tempo. <laughs> E esse aprendizado também foi muito bom para o meu amadurecimento. Sabe porque a Tiana tem um jeito de tratar com as pessoas. que eu acho... que é especial, sabe? Assim, ela... tem um jeito que eu acabei... eu tento, né? Aprender isso dela até hoje, assim, né? Que é o jeito de ser socialmente também, que eu não tenho uma habilidade social, assim, sabe? E de fazer as pessoas felizes, assim, ou então de de agradar as pessoas, sabe? Uma coisa, assim, que que eu num... eu não tenho, eu admiro isso muito nela. Né acho que... Que hoje ela está junto comigo né nesse meu estado de felicidade e alegria também né quer dizer... Ela passou por aqueles os períodos de ma maior dificuldade né comigo também, e agora a gente está juntos, estamos juntos e
E, Rafael, vocês têm planos assim conjunto de uma realização profissional em conjunto, de realizar alguma coisa?

É bem assim, um para um lado assim. Profissionalmente, pelo menos, a gente não tem nada disso, não assim né nem. Eh eu não sei acho que a gente não pensa tanto no futuro, não né, eu e Tiana. A gente não planeja tanto um futuro. A gente não planeja um futuro juntos, não.
Mas você tem sonhos para realizar ainda, além de seguir carreira acadêmica? O que que você gostaria de realizar ainda?
Eu gostaria de realizar algum trabalho que tivesse uma uma projeção coletiva, sabe? Que tivesse efeito um efeito assim na vida das pessoas eh. Eu gostaria de desenvolver. habilidades artísticas Sabe que eu eh assim...a experiência com arte, para mim, é muito importante é uma experiência onde eu. Eu acho que eu sou é uma experiência quase espiritual para mim eu acho que é. É onde eu acho que fazendo música, você vai fazendo música escrevendo. Entendeu eu não sei nem se isso é bem um sonho, isso é mais um projeto mesmo. Mas sonho que eu tenho é isso. Não sei nem se eu tenho mais sonhos hoje. Eu tenho projetos, sabe? Porque eu acho que eh... A ideia de sonho, para mim, é uma coisa que não se realiza, sabe? É uma coisa que não... Você tem ali presente, mas é uma coisa que nunca vai se realizar, entendeu? Eu hoje tenho esse projeto que tudo que eu acho que eu quero fazer eu vou realizar, entendeu?
Então quais seriam esses projetos para o futuro?
Os projetos seriam... conseguir realizar trabalhos significativos assim acadêmicos, se for possível né eh <coughs> o projeto aliás o. O projeto maior de todos da minha vida é conhecer pessoas interessantes. É isso. Pode-se resumir nisso assim, da forma que seja entendeu. Entrar em contato com com pessoas eh eh, poder realizar essa troca né, que sempre acontece quando a gente conhece pessoas, é poder ser influenciado e influenciar né também assim ter. Fazer alguma diferença na vida das pessoas, talvez né e. E fazer com que as pessoas façam diferença na minha também né essa eh.

Meu sonho é esse acho que o meu. Talvez o meu sonho seja esse eh. Que sempre seja possível, na minha vida, experienciar as pessoas. Ah acho que esse é o meu sonho.

É porque é interessante porque você vê como ele é. Ele é moreno e tal é, quase um índio ali. Eh não sei acho que é interessante falar sim, ele é o pai de minha mãe ali. Minha mãe é morena e tal, porque lá em Salvador não é normal, não é normal não, mas Uma pessoa que é loura assim né, que é galego, como eu sou, é marcada logo né, porque destoa um pouco mesmo né. É mais raro né encontrar assim pessoas galegas, que a gente chamava de gazo. Gazo? É. <laughs> Pelo menos no interior assim, em Salvador, acho que é talvez eh. E aí é muito difícil para as pessoas acreditarem que eu tenho um avô que é índio, Ele tem filhos, aquele marrom, minha quer dizer irmã minha mãe tem irmãos que são negros praticamente sabe. Minha família é bem misturada mesmo tá. Minha irmã é morena também né. Minha irmã é bem morena. E eu sou branco, louro né, tenho até barba ruiva. É, sou muito louro mesmo, assim, para os padrões de de Salvador né eh. E eu, de uma de de modo geral, sempre me identifiquei mais com a família de minha mãe né, que é a família, assim, dá para dizer que minha meu pai veio de família rica e minha mãe não dá. Minha mãe veio de uma família pobre mesmo assim é pobre Mesmo assim né sem muita eh ela trabalhou começou a trabalhar bem cedo, veio aqui para São Paulo quando era pequena. E assim quase que como retirante mesmo né. Não é retirante porque ela num num saiu num saiu fugida da seca lá, mas veio em busca de... de eh condições de trabalho melhores, né? Tanto que ela tem um trauma com São Paulo porque foi horrível a experiência dela aqui. Ela veio muito jovem para cá, assim, <coughs> morava, sei lá, lá em São Miguel Paulista, longe como que daqui aqui, tinha que acordar muito cedo e morava numa casa com muitas pessoas. a cama dela ficava no meio da casa ela tinha que acordar aí é. As pessoas da casa todas trabalhavam né em turnos diferentes. Então, de noite, quando as pessoas que trabalhavam à noite chega chegavam né, ela tinha que acordar para as pessoas passarem pelo corredor, para irem para as suas camas. Entendeu então, minha mãe tem vários traumas assim relacionados aqui à cidade. E eu me identifico muito mais com a família dela porque eu acho que é o tipo de... de pessoa que eu gostaria de ser, uma pessoa simples assim né, sem muito sem muita vontade de luxo, de de de coisas materiais mesmo. É muito diferente a família de meu pai e minha mãe. A de minha mãe tem pessoas muito mais criativas sabe, pessoas interessadas em arte, entendeu pessoas que, mesmo sem recursos financeiros nem, mesmo sem sem com dificuldades materiais, são pessoas que têm realizações assim criativas mesmo. São pessoas que eh que chegaram a um... Estou falando dos meus primos né, que já já seria a minha geração né, que, mesmo com a dificuldade dos pais, teriam atingido eh adquirido uma boa educação sabe com o esforço deles mesmos e tal assim e. Ao contrário, eu acho, pelo menos da família de meu pai né, que sempre teve tudo e não se desenvolveu. Atualmente assim né, os irmãos dele não são pessoas interessadas em arte nem em adquirir cultura sabe e. É assim isso que que me deixa que me faz sentir uma afinidade maior. com a família de minha mãe.

Você acha que faltou alguma coisa para você falar, Rafael?

Faltou muita coisa, mas eu não vou conseguir falar. <laughs>
Por enquanto, está bom. É, eu acho que...
Não acho que em linhas gerais, assim, acho está dá deu para captar, né? Assim, mais ou menos.
Vai a última pergunta para gente acabar a entrevista. O que que você achou, assim, de ter olhado para sua trajetória e deixado registrada essa história sua, assim?
Que que eu achei?
É, o processo seu, assim, de relembrar sua trajetória.
Sim, ah, o processo.
De dar entrevista.
Olha, eu sempre gostei de falar muito de mim mesmo, para as Pelo menos para, de falar a minha história, eu sempre gostei né. Ainda mais aqui, que eu sou de fora e tal. Então, já se supõe que haja alguma história interessante por ter vindo para cá. Quer dizer, o primeiro contato já é né contando a história da vinda para cá né, normalmente. Eu gosto de contar isso porque eh... Você como você pode ver que... Eu gosto de passar essa experiência para as pessoas, sabe? Assim eh. De passar não querendo convencê-las a a a que elas devam ter experiências assim, mas pelo menos de que elas tenham contato com a experiência assim sabe. Porque o caminho da minha vida assim não foi um caminho normal né, comum, eu acho, pelo menos né. Desde ter entrado tardiamente na faculdade, ter largado tudo né, ficar um tempo só me dedicando e tal. Depois vim para cá, que é um lugar que eu nunca pensei, movido pela paixão. Então, coração leviano mesmo, assim, né? Movido por isso mesmo, velho. Porque eu não tinha nenhum motivo além desse para vir para São Paulo eh. Eu acho que eh... Eu sempre busquei fazer, assim, ser feliz, né? Buscar, assim, ter coragem para ser feliz, né? Ter coragem para tomar as decisões para a gente ficar feliz com a vida, pô. E eu acho que tal talvez a minha vida sirva de exemplo, né? Para isso. E eu gosto que as pessoas tenham contato com isso né. Talvez um pouco de narcisismo também. <laughs> Talvez não, né com certeza um pouco de. <laughs> Está joia.
Rafael, então. Em nome do Museu da Pessoa assim. Muito obrigada por você ter vindo dar a entrevista aqui na semana dos museus. Foi muito bacana ter registrado mesmo a sua história assim, um um olhar bem diferente. Obrigada mesmo.
De nada eu acho que. Obrigado a você.